Fala seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.
O meu nome é José Francisco da Silva. Nasci numa cidade chamada Maraial, Pernambuco. Minha data de nascimento é trinta e um do doze de mil novecentos e trinta e nove Eu nasci às onze e cinquenta e cinco da noite. Meu pai teve o prazer de anotar até o horário que eu nasci. Cinco minutos mais eu nasci no ano de... Foi a minha infância, me criei numa fazenda, meu pai procurando me educar, até uma idade dos meus dezessete para dezoito fui servir a pátria. E quando saí, fui encaminhado por um deputado, Antônio Corrêa da Silveira Barro, a qual me levou ao Departamento de Polícia Federal, dando baixa no Exército. E assim foi o meu trajetório. Em sessenta do Paraná, retornei de volta ao Recife, fiquei dois anos lá. Então, foi assim o meu trabalho, retornando a uma usina chamada Fricaneca. uma usina de açúcar. Lá, em sessenta e nove, eu vim embora para São Paulo, onde estou aqui habitando, nesta grande metópola cidade desde Em sessenta e nove, setenta Comecei minha carreira na prefeitura. E da prefeitura, uns anos, fui comissionado pelos governos para trabalhar acompanhando eles, porque eu era do Departamento da Policia Federal. E teve um ano, parece que foi em oitenta e cinco, oitenta e quatro, oitenta e cinco, que saiu uma lei que a gente não podia exercer duas funções pública. Aí eu optei para ficar na prefeitura. dando baixo lá, porque era muito perigoso. O pessoal da minha época, que entrou lá no Departamento de Polícia Federal, nenhum tem vida mais. Todos foram eliminados. Muito perigoso. E eu não sabia que era Deus na minha vida tirando eu da boca do... dos mafiosos, das pessoas que não convém nem citar aqui, entendeu? Eu não sabia que Deus tinha um plano na minha vida e assim foi o meu trajeto. Em noventa e oito, eu saí candidato a vereador por São Paulo, Serra, Era o candidato da época. Quem ganhou foi a Erundina. Aí, eu saí candidato, fiz uma dobradinha com o Walter Ferdinand, que hoje é secretário de um setor na administração do CACAB. E, assim, eu tive quatro mil novecentos e noventa

E eles queriam que eu ficasse, pela dobradinha que nós fizemos, como assessor do Ferdinand. Aí eu chegando, um dia tem o Edson, que hoje é deputado, e o Edson estava com a sua esposa, os filhos, no dia que ele ia dispensar, e o Valter chegou e disse para ele, Celso, quem vai ser agora o meu assessor é o delegado José Francisco, e eu não posso ter dois assessores, e dispensar ele. Eu apenas olhei para ele, vi o Celso, três crianças, e ia ficar desempregado. Eu não, eu tinha efetivo no meu cargo. Eu falei para ele, acontece o seguinte, você se dá bem com o Celso, Ferdinand? Ele disse muito. Eu deixo aqui nas mãos dele, eu saio e ele dá o recado do trabalho dele aqui. Dá cobertura para mim. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Então, eu retorno, que eu sou efetivo no meu cargo lá, e o Celso, ele dá continuamente com você. Me abraçaram, foi uma festa, mas ele chorou, chorou. E ali foi assim o trabalho nosso. Eu retornei ao meu trabalho, comissionado mesmo na Câmara Municipal, muito tempo, e ele ficou. De repente, ele saiu candidato a deputado estadual, ganhou, ficou muito tempo. Só que uma voz chegava no meu ouvido e falava, não quero você mais acompanhando a mentira. Esse povo que promete e não cumpre, eu não quero você no meio deles. E eu procurei de um canto, procurei de outro e não tinha saída. Não tinha mais saída para mim. A minha saída foi encostar para lá e não mais mexer com política. Estava no meio deles, mas não querendo sair mais candidato. Ajudava em outras partes, mas não queria mais saber. Então, de repente, quando foi em Em oitenta e nove, uma elevação, eu saí de São Bernardo do Campo, porque eu estava morando em São Bernardo do Campo, um dia vim parar aqui uma manhã, aqui na Brécia, na Moca, e terminei naquele dia obedecendo a Deus. Aí pronto, acabou aquela voz que falava no meu ouvido, Eu estou, desta data até agora, vendo os acontecimentos. Deus fala comigo o que está acontecendo no mundo no dia de hoje e no dia da manhã que vai vir. Entendeu? Porque o homem vem prometendo e não cumpre. Nós promete e não cumpre. Eu hoje cheguei às dez horas hoje aqui, no horário que foi marcado com a Isabela. Isabela, né? Então, foi o horário. Cheguei, peguei o táxi, vou chegar atrasado, porque a gente tem que cumprir, mas o trânsito é grande em São Paulo. Porque cada dia que cresce a metrópole em São Paulo, mais trai dificuldade do trânsito para nós. E a minha infância foi assim. no Norte e Nordeste, chegando em São Paulo, vendo onde eu moro hoje, tudo era mata, era eucalipto, era um matagal só. Ali na Coab um, tudo era mata. Então, em São Paulo cresceu de uma maneira tão grande. Você vê a nove de julho, aqui, no dia do acidente que houve ali no Joelma. Foi triste, eu estava chegando ali. Chegando ali, eu estava na câmara no SPA, aquela correria, e eu só vi as pessoas desabando de cima e embaixo. E ali, as enchentes, eu vi aquela nove de julho ali, um rio de água. Agora, o homem responde por isso. Ele quer fazer... Não vou citar o nome. Não vou citar o nome. Vem um prefeito, foi governador de São Paulo, e vamos fazer piscinão. Como ele quer mandar na natureza, quer entender. Não. Não pense dessa maneira. porque ele pensa que dá jeito e não dá. Agora, mesmo na semana passada, eu estou chegando no Arikanduva, estou vendo um piscinão cheio, explodindo tudo, saindo água para todo lado, ali no Arikanduva. Tem média do homem que é obrigar a natureza. A natureza é Deus. E com a natureza ninguém brinca. Nós temos que preservar a natureza. Ah, plantar uma árvore é natureza? É natureza. Mas ele preservou os leitos dos rios, as vertentes? Como é que pode? Por exemplo, você mora numa cabeceira, tem ali um córrego, sai ali uma mina, uma água limpa, como eu vi já muito em São Paulo. Eu fiz isso na época do Mário Covas, que foi prefeito em São Paulo, a qual eu trabalhei ao lado dele, no gabinete, em Ibirapuera. Comissionado. Então, veja só. Um dia eu falei para ele, lá no Jardim Carrãozinho. Tava construindo uma sala de aula. Dezoito salas de aula. Já no Jardim Carrãozinho. E ele colocando aquelas mandeiras... e cobrindo com terra. E ali ia ser feita a sala de aula. Eu falei para ele... Marukovas falou... Ele falou para mim, delegado... Tira esse terno... <laughs> Tira esse terno e vamos trabalhar. Eu tava de terno, eu era a segurança deles, né? Tava de terno, assim... Vamos trabalhar. Ele pôr aquelas botas, aquele chapéu de, de, de engenheiro, e trabalhando no meio do, do, dos funcionários, para construir aquela sala de aula. E ele não era concorrente a prefeito, porque ele tinha sido oposto pelo Montoro. Ele não foi eleito na primeira gestão dele. Então, veja só. E ali eu tive que tirar o paletó e trabalhar no meio deles. Uma feijoada tão grande quando foi na hora do almoço. Muito lindo. Eu chamei Eu chamei ele, chamei os engenheiros e falei, me diz uma coisa, essas manilhas que estão fazendo aqui,' Quando fizer, quando todo mundo construir essa boca de lobo aqui, não vai suportar a água que vem daí de cima da cabeceira. Mas tem que ser feito agora, falei assim. Vocês pensam em hoje e não estão pensando no dia da manhã? Há dois anos atrás, aquilo deu uma enchente lá, estourou tudo. Estourou tudo. Não foi um conselho? Eu não era engenheiro. Pena formado, mas minha parte era outra. Trabalhar com ele. Mas estava vendo o serviço. O serviço fez errado. Entendeu? Como hoje o prefeito, ele sai diante de uma câmera de televisão, o jornalista. Nós temos que dar graças a Deus ainda ter a imprensa que está debatendo, fiscalizando vinte e quatro horas por dia. Porque eu fico com o meu rádio, às vezes estou deitado, quando eu acordo está sementando o meu ouvido. Entendeu? Escutando. As informações da grande cidade e o mundo. E o mundo? É o que eu vejo. Agora, veja só, a gente analisa todas essas coisas. Então, é muita coisa para falar. Vai o dia, se eu estou sentado aqui, para conversar a respeito. A natureza, ninguém brinca com ela. Estão abusando. Estão abusando. Agora ele vai, ele vai lá mentir, porque você tem uma administração. Será que todos aqueles funcionários eles correspondem? com seu comando de trabalho, honestamente? é muito difícil. Não é verdade? Eu queria deixar, se fosse uma transmissão direta, eu queria deixar hoje aqui uma reclamação para ele e para eles que fazem o serviço errado. Hoje eu estou saindo da minha casa Cheguei na pista ontem, mas foi feito ontem. Tinha um buraco. Vou falar um buraco, o português correto. Formou-se um buraco dentro de três dias por causa das águas, a natureza que fez aquilo. Agora, vai ontem lá seis funcionários e eu vendo. Hoje lá, baixou. Carro que vinha, carro pequeno, caiu ali dentro, foi fechado ontem. E hoje o carro já quebrou, quebrou lá. Está lá, baixou de novo. Agora vem o o prefeito, ele acata a mentira dos engenheiros, porque tem engenheiro, tem uma equipe trabalhando. tapa mil Era melhor que fizesse trezentos, quatrocentos, mas fizesse bem feito. Não é verdade? Fizesse bem feito. Mas não faz. O trabalhador não faz de acordo com aquilo que você manda. Agora, é difícil para um homem administrar eh sendo coagido pela mentira. Entendeu? Ele sempre fica passando por mentirosos. Então, veja só. eh. E são muitas coisas. Vocês ainda vão ver ainda São Paulo explodir. Porque os dias está se abreviando. Está se abreviando. Porque o que o meu pai falava, na minha mocidade, eu não cria que o meu pai falava. Mas hoje eu estou vendo. Tudo que o meu pai falou, a cinquenta e cinco anos atrás, estou vendo hoje se cumprindo aquilo que ele falava para mim, entendeu. Vocês que são jovem vai ver a situação de São Paulo Eu não vou ver mais, mas vocês vão ver. O mundo É um mundo, não só é o Brasil, é um mundo que está correndo um fogo que nunca se apaga, nunca se apaga. São essas coisas que meu pai falava. no passado, eu dia trinta e um de doze agora de dois mil e nove, eu tive o prazer de completar setenta anos, setenta. anos. E estou contando essa história porque Deus fez livramento grandes livramento em mim, na minha vida. Porque na lida eu conheço, mas na vida por isso eu te falei na na vida eu não conheço nada. Porque a vida está nas mãos de Deus. É só Deus para para guardar nós, entendeu? Porque meus colegas do do passado, nenhum tem vida mais, todos já foram, não acho mais nenhum. E eu estou aqui contando a vitória, a vitória para mim, entendeu? Duas famílias, primeira, estão tudo criado, e estou criando uma segunda família. Tem a Camilinha e o Toninho. E meus filhos ao redor, meus netos, para mim curtir um pouco com eles. Agora, vamos falar um pouco das do Amazonas. Vocês conhecem o Amazonas? Você acha que o problema do do mundo... Conheço mais ou menos. <laughs> Conheço... <laughs> Você acha que o problema do Amazonas é do mundo? O pu o pulmão do do mundo é Amazonas? O pulmão do mundo é Deus. Ele segura nas mãos o mundo.

Deixa eu olhar nessa jovem. Estira a mão para mim. Estira a mão para mim. Sim, assim ó. Essas unhas dela, é a natureza que fez essas lindas unhas desse jeito. Você também, ele também. Agora, veja só. Estou falando por mão do mundo, que me dizem. Os estudiosos que estudaram, tudo bem. Está ali dentro daquilo que estudaram. Mas um homem um homem que tem um conhecimento acima de tudo, ele não cursou faculdade, ele não teve estudo nenhum, E é quem instrui vocês, a mim e todos nós. Você acha que se Deus quisesse você de cabelos vermelho, você não vinha com cabelos vermelhos? Não vinha com a unha pintada? Agora, e por que as pessoas faz tantas coisas erradas Para se modificar, a vaidade toma conta de cada um e a vaidade não entra no reino de Deus. A vaidade destrói a natureza, que é Deus. E E ele está revoltado com isso. Bíblicamente falando, Sodoma e Gomorra foi destruído. por um povo que está habitando no mundo hoje para destruição. E, naquela época, foram destruídas duas cidades, Sodoma e Gomborra.

José, eu o senhor contou né assim, uhum, nesses, não sei, vinte minutos quase a sua vida. Foi <laughs> E você destacou vários pontos que a gente gostaria de desenvolver mais né, uhum, que eles são muito interessantes. Eh... Eu não sei se se você me permite aqui, eu queria fazer umas perguntas. E enfim, deixar você voltar um pouco a sua história de vida né. Por exemplo, você pegou e já falou de uma infância né, dos seus dezessete, sim, até os dezessete anos e nem contou nada para gente. Você podia contar um pouco como era ali, como foi, como como eram os seus pais, os nomes deles? Sim
Depois eu vou retomando para frente, sim, está bom?

Como eu já citei, criamos em uma fazenda, inclusive hoje está lá na mão dos herdeiros, lá. Quem toma conta lá é o irmão único que está lá. o Abelardo. E com problema com os outros herdeiros, porque... Querem tomar agora o que ele fez, o que o que estava feito, estava feito. Mas hoje ele fez a parte dele. Na herança dele, ele tem direito eh, nessa parte. E ali fomos fomos criado todos treze filhos. Então foi a minha infância né, junto com meus pais. E ali, meu pai trabalhava para essa usina que eu já falei, Freio caneca, e plantava cana. Chegava a plantar vinte mil toneladas de cana. Era o trabalho dele, era trabalhar na agricultura, meu pai. E As criação, modestamente, eh honesto até o fim da vida dele. Quando na velhice dele, ele sofreu um acidente, machucou uma perna, e isso foi para uma cama, e três anos sofrendo, veio ser enterrado aqui em Ourinho, São Paulo. Ficou na casa de uma filha, que era quem tomava conta dele. Então, realmente, e lá ficou na mão dos outros filhos. Eu tenho um irmão que está aposentado, sargento do da Polícia Militar de Pernambuco. E assim foi se espalhando. Eu não quis saber, do Nordeste muito quente, e hoje estou vendo São São Paulo em uma em uma caloria que está atravessando pior do que o Nordeste. <laughs> Então são são esses tipos de coisas da da minha mocidade.
Então eh... Por que o senhor veio para São Paulo? Como foi esse Como foi esse contexto para o senhor vir para cá?
Eu vim para eu vim para São Paulo porque, veja só, eh, quando eu assumi um um posto de agente, Aí eu fui mandado para tirar serviço em Porto Guaíra, Paraná. Aí eu passando por aqui, em sessenta e sessenta e um, sessenta e nove, sessenta e um, fui para lá, Paraná. E E eu gostei da vida do sul. Muito frio, fiquei dois anos. Eu estive em uma em uma firma, Moreira Salles, já ouviu falar? Moreira Salles. Então, encontrei muito quebra-milho lá naquele Paraná. Boca-Quente. Pistoleiro. Aí, retornei. Passando por para São Paulo, chegando no Nordeste, em sessenta e quatro sessenta e quatro naquela militar em cima de mim. Então eu só via o pessoal de de foice, eh facão, pedaço de pau, e entrava naquele no trem que tinha lá, passageiro, entrar e gritava, quem manda aqui é o Papai Miguel Arraes, que era o governo na época de Pernambuco. Então, houve a cassação daquele povo e eu fiquei escondido ali, trabalhando com meu pai, porque, policiamento, naquela época, ficou a zero. Ficou a zero. Se falasse... Muitos foram asilados, né? Fernando Henrique, o Mario cova, vários deles foram asilados. Caíram fora, para não serem presos. E a gente não podia abrir a boca. Quem mandava era o camponês, naquela época. Então foi assim o problema. E Aí eu falei, não vou ficar em São, não vou ficar em Pernambuco mais. Não vou ficar aqui no Recife. Morei em Prazeres, boa viagem. Lá Mas daí, ó... São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo. Fui trabalhar na prefeitura. Trabalhar na prefeitura. Aí foi quando me descobriram que eu era eu era da da da polícia. Aí eu fiquei vinte e quatro horas detido no Dops. Lembra quando o nosso Presidente da República foi preso? Vocês lembra disso? No Dops? Então, eu estive aí detido. Fui só detido. Aí, quando foi feita a procuração de mim para lá... Aí, não, ele foi por sustentar a vontade para São Paulo. A gente não podia fugir, sair sem como é... Sem dar satisfação. E eu fiz isso, vim para São Paulo. Aí Aí me liberaram. Aí pronto, eu voltei à atividade. E esse canal treze, que era da Bandeirante,e ê é era na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu tirava serviço ali pelo Departamento de Censura Livre. Eu ficava ali mais o Edson Bolinha. Eu trabalhei muito tempo com ele. Paralelo, né? Trabalhando já na prefeitura, que a gente tinha direito a dois empregos. só. Você fazia segurança? Fazia. Fazia. O Departamento de Censura livre. Segurança. Então, ali, há muito tempo, o o programa dele pela bandeirante. Não, não só ia para ele, não. Ia para onde eles mandavam a gente ir, haver fim de semana, e mas que eu tinha outro emprego. Aí, eu vim deixar quando surgiu a lei que a gente não podia é exercer duas funções públicas. Aí foi o motivo de eu vir para São Paulo. Foi esse. Agora, eu sei mais contar de São Paulo do que do Nordeste. <noise>
O senhor tinha algum envolvimento político?

Lia coisas?

Como estava essa cidade quando...
Esse esse que é o ponto principal que eu estava contando há poucos minutos atrás. São Paulo, eh eh como cresceu, entendeu? É São Paulo sofre sempre sofreu as consequência. E o povo nordestino cresceu São Paulo. O sonho do nordestino é é conhecer São Paulo. O sonho do mundo é conhecer São Paulo.

Não é só só do Nordeste, não. Do mundo. É São Paulo é é conhecido, por isso que cresce. E ainda tem um pouco de segurança do do povo, da da da justiça, para não entrar muitas pessoas em São Paulo. Mas não tem jeito. São Paulo cresce. As pessoas vêm de pau de arara, vêm de qualquer jeito para o que está aqui em São Paulo. Hoje mesmo hoje mesmo eu eu eu estou vindo no ônibus, eh tinha uma senhora lamentando, eu vi o filho, eu vi o filho com a mãe dentro, setenta e três anos ela tem, põe a mãe dentro do ônibus, você não vai? Não, vai você, não vou nem, vou trabalhar. Cheio da Filho. Então, olha só que situação. Ela não pode nem andar sozinha mais. Mas o filho fazer isso? Eh... Dói a gente, sabe? Mas, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É o mundo que nós vivemos hoje. A natureza é essa.

José, é o senhor se lembra como foi o seu primeiro dia aqui em São Paulo, a primeira vez que o senhor viu a cidade?
Vi. Eu sei contar porque eu eu vim, quando eu vim já tinha uma irmã aqui em São Paulo. Cheguei ali na ali na cidade de Líden, na Rua Serrana, no cento e treze, quando cheguei na casa dela, uma noite. E Conheci São Paulo só de passagem. Conhecia São Paulo só de passagem, porque fui fui, eu viajava para lá e para cá de de avião. Onde eles me mandavam, onde o supervisor mandava a gente ir, a gente ia. E foi assim que eu conheci São Paulo. Mas aí, quando eu vim para São Paulo, em sessenta e nove, foi quando eu passei a conhecer São Paulo. Na Cidade Líder, onde eu cheguei na casa de uma irmã minha, fiquei poucos dias na casa dela, já aluguei uma casa e fui viver até a data de hoje, onde eu estou vivendo em São Paulo. Conhecendo São Paulo de na de canto a canto de São Paulo. Porque, quando quando o Mário Covas assumiu a Prefeitura, que me levou para o gabinete, eu viajava doze horas por dia. Às vezes, eu eu almoçava na sala, nas creches, nas escolas. Era o meu trabalho de ver onde tinha necessidade. Para mim, foi um um governador municipal de primeira qualidade. Foi Mário Covas. o governo do Estado. Mario covas sofreu consequências na na no governo do Estado, foi espancado, machucado, porque ele tirou daquele que tinha para dar à quem não tinha, e por isso ele foi sacrificado, entendeu? Os professores judiaram de Mario covas. E os professores, o magistério é sofrido também. Então, São Paulo foi crescendo cada dia Estupidamente. É aquilo que eu estava falando. Eh eh que, eh, por isso que eu falei. O lugar que eu conhecia que era tudo eucalipto, mato, mato eh tinha tatu, tinha rato, tinha de tudo. Eh... E hoje é tudo cidade. Tudo cidade. Lá onde eu moro hoje mesmo era tudo fazendas. E hoje é uma grande cidade. E os rios continua a mesma coisa. Não modificou nada. O homem crescendo cada vez mais a metrópole, a cidade de São Paulo, e outros usando piscinão para defender, não. Se eles têm se eles tem um pensamento no dia da manhã, o dia de hoje e o dia da manhã, eles vão resolver o problema de São Paulo. Não é Piscinão que vai resolver São Paulo. Entendeu? Eu não sou engenheiro nessa parte. Mas, pelo que vem crescendo São Paulo, as consequências que está se passando hoje é porque eles não sabe planejar o dia do manhã. Não sabe. A sua entendência está nesse estúdio pequenininho, mas amanhã quer ampliar, quer crescer. Isso não tem espaço. Isso não tem espaço. Como é que faz?

Por exemplo, vou vou dar um um exemplo aqui agora, muito muito importante. Eu gostaria que isso chegasse ao governador José Serra, a o futuro presidente da república, pode ser ele, pode ser essa essa mulher, eh, o Lula. Ele tem dado sangue por este país. Não é porque eu nasci numa cidade vizinha da da dele. Eu estou falando isso porque é meu conterrâneo. Não. É porque ele tem dado sangue por este país, o Lula. Olha o que aconteceu agora com ele. Foi internado, com estresse. Por quê? Ele quer fazer de tudo para ajudar o pequeno. Só que tem uma coisa, ele está cercado por pessoas que quer ver a queda dele. Entendeu? Quer ver a queda dele. Aí fica difícil para ele. Ele não quer judiar de ninguém. Entendeu? Ele não quer judiar de ninguém. E por isso ele está fazendo um governo que o Fernando Henrique começou, não ca não durma para não cair em Então, veja só, ele quer levar diante um governo que foi começo do do Fernando Henrique Cardoso, não é porque eu sou do partido, entendeu? E deu continuamento. Por quê? Querem querem A nação quer que um um buraco que leva trinta anos para ser aterrado, dentro de quatro anos ou oito anos seja aterrado, sem ter condições, leva trinta anos para chegar lá. Em oito anos, dezesseis anos não dá para aterrar. Oito anos de Fernando Henrique, mas agora, oito anos de Lula, hm, como é que pode? A nação tem que ter coin coin coincidência disso. O país nunca chegou ao ponto que chegou, está agora lá no efe eme i, já emprestou dinheiro. Entendeu? Então, nós nós tem que ver essa parte.

José, o senhor teve uma eh... Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua experiência no gabinete. Como foi que o senhor entrou, as coisas que você viu? Você podia contar um pouco da sua experiência acompanhando Covas, outros causos, como o senhor já contou, né? na obra de está
Ótimo. É a A minha experiência eh foi procurada por eles. Procurada por eles. Quando eu quando eu fui eh quando eu fui a segunda pessoa eh dentro de um congresso, que era para ser formado trezentos delegados, eu e me inscrevia né, olha que legal O José Francisco, vai lá, te inscreve, você você é uma pessoa muito inteligente, você eh sempre dá certo ah o que você vai fazer, sempre a gente apoia-nos e vemos que você é positivo, eh Por que que você não vai se inscrever? O É uma semana. A gente dá liberdade. Vai lá. E eu fui lá e me inscrevi. Aí Uma semana de congresso. Você pegou meu meu certificado, meu diploma, né? Ae Cheguei lá e me inscrevi. Fui a fui a segunda pessoa a ser chamada. Sabe Por quem pelo Sarney. e cinco, era ele o presidente da república. Não era o Sarney? Era o Sarney. Aí, eu fui ali no Palácio das Comissões, no Inhambi. Ae Chamaram uma mulher, foi a primeira delegada aprovada. Eh Em todas as perguntas e respostas que veio a planilha a planilha para a gente responder, Como você está fazendo hoje? Então, realmente, foi aquele dia e eu fui a segunda pessoa chamada, foi um delegado, congressista. Então, eu participava de vários congressos, nem todos eu podia, muitos eu caía fora. Eu não gosto muito de me aparecer, não, sabe? Eu estou aparecendo aqui, mas não gosto muito de aparecer. Então, realmente, foi foi o ponto de vista. Então, no gabinete, Vou contar uma parte. Aí eu estava um dia na segunda sala com o chefe de gabinete, o Mário Covas, aí chegou uma pessoa e fez uma reclamação com o leirite dele e disse, e eu ouvindo. Ele falou, olha João, é, veja só, eu fiquei trinta dias trabalhando, Não tive direito a uma hora extra. E o senhor, de férias, quando saía as hora quando a pessoa saía de férias, não tinha direito o às horas extras. Era cortado. Só estivesse em função. Aí E recebeu recebeu as horas extras e a minha cortaram. Eu trabalhando. Eu não posso fazer, você tem que reclamar lá no seu chefe. O chefe de gabinete falou isso. Eu falei, vem aqui. Chamei ele em Eu falei, conta essa história direito. Entra aqui para o meu gabinete. Aí entrou e eu falei. Ele contou para mim. Eu Eu sou perseguido. Você é perseguido? Sim.

Eu tenho três colegas lá que saíram saíram de férias e receberam as horas extras. E eu estou trabalhando e cortaram as minhas horas extras. Isso já vem há dias. Eu falei, faz o levantamento da da da ficha. Eles funcionaram. E assim foi feito o o levantamento. Aí eu levei a conhecimento do do do Mário Covas. O Mário Covas fumava um cigarro, em seguida um, apagava um, nem terminava, já acendia outro. Foi isso que ca matou ele, o câncer. E ali eu levei a conhecimento do do do Covas, entrei na sala dele, ele falou, manda o funcionário entrar. Eu entrei com ele, aí ele contou para ele a versão, aí falou, delegado, pega o carro, vai agora lá no Parelheiro, vai lá agora. Peguei o carro, pus ele dentro e fui lá. Quero o relo quero a fita de relógio de ponto, desses, dos funcionários todos. Aí cheguei lá e falei, é, tem ordem aqui do Mario Covas. Eu era eu eu era supervisor, aí passou para mim, passou para mim e eu trouxe. Aí foi feita uma uma revolução, foi quando saiu, acabou as horas extras e entrou Foi em cima disso. Entrou a agá quarenta . Tiraram as horas extra porque era era era o privilégio eh do chefe tirar o direito de um e dar para o outro. Entendeu? Aí isso foi uma briga. Aí Naquele conhecimento, aí o Mario Covas deu um ponto xis para mim. E pronto. Onde tinha? Outro ponto também principal e... Bom, eu tenho que falar né, porque não adianta, eu tenho que falar. Foi na cê eme tê cê. Funcionário. Chegou muita denúncia. Delegado, você é minha pessoa de confiança. Vai lá. Carta branca. Um crachá? Lá vai eu. Santa Rita, na garagem. Eu ficava lá de longe. Aí... O funcionário entrava... Motorista. Entrava... Batia o cartão... Saía. Pegava o carro lá fora e ia embora. Carro dele. Ia trabalhar no carro dele, táxi. Aí foi uma semana desse jeito, aí veio o reconhecimento. E o pagamento vinha deles completo. No fim do mês, o pagamento daquele motorista estava ali. Peraí, mas quanto tempo você tra... Eh, meu cartão está Só que eles eles dividiam com o chefe deles, entendeu? Era tudo combinado. Uma máfia. Uma máfia. Mario Covas... brecou. Brecou. Doa quem doeu, foi mandada... Muitos muitos funcionários sem direito. Muitos sem direito. Velho de casa. Perdeu todos os seus direitos. Então... E muitos falaram que eu era eu era o culpado. Mas eu não dava, não dava a minha presença. Eu levava o conhecimento, aí a auditoria. E quando chegava lá, pegava em flagrante. Não adiantava nada. Aí Eu eu nunca me apareci, não Porque senão a minha vida já era. Entendeu? Houve tiroteio, houve mortes. É Mas eu sempre estava fora disso aí. Porque a gente que sabe trabalhar, Não cai na emboscada, não cai em emboscada de jeito nenhum. Sim, aí Foi quando foi feita uma negociação de uns ônibus novo da da... Eu esqueço os ônibus que foi... Foi quarenta ônibus que ele comprou, porque ah o pagamento que era feito de cento e poucos milhões caiu mais da metade, Era uma máfia que tinha lá dentro, tão grande que você precisava de ver. Mário Cova quebrou aquilo ali. Aí de repente comprou Era uns Volvo aí Volvo Depois do Cova foi o Jânio, né? Aí o Jânio comprou aqueles ônibus de dois andar. Aí eu não não participei do governo do Jânio na prefeitura. Vim embora para a Câmara Municipal. Aí Não sei falar da administração do Jânio, pouca coisa. Pouca coisa. Porque eu fiquei no no no meu setor eh sendo administrado por eles, mas não prestei serviço para o Jânio eh no gabinete com ele.
O senhor fala que é uma profissão que muito perigosa né, que você passou por vários.

O senhor tem alguns casos de, algumas histórias de de um aperto, de alguma tensão, conflito ou de soluções, de festas, de acolhimento? O senhor tem essa nessa profissão?
Olha, nessa profissão minha, eu... Eu tive... Eu dou graças a Deus, porque quando chegavam essas horas, eu tinha um defensor que sempre me defendeu. Nunca nunca foi preciso eu dar um tiro em ninguém, eh prender, eu cheguei a fazer prisão, mas... Também não atingi ninguém, graças a Deus. Sempre Deus me defendeu, como tem defendido até hoje. E Agora, perseguição, eu senti muito. Muita perseguição. Mas eu tenho um ser que me tira por cima. Então, veja só. Na Câmara Municipal, em dois mil e três, de repente, eu fui convidado para ir para o Nordeste. Para ir para o Nordeste. Esse foi o o maior apuro que que eu passei. Eu, comissionado na Câmara Municipal, não tinha nada a ver, trabalhando lá no oitavo andar, não tinha nada a ver com... de trabalhar mais na... como um agente do da Polícia Federal. E, de repente, está o meu nome lá, na listagem, como delegado, eh a qual eu era e sou, né? Estou aposentado, mas Delegado Operacionais Municipal de São Paulo, não tinha nada a ver com a gente. a minha convocação para viajar para o Recife. Saiu de Brasília um delegado e um agente. De São Paulo saiu um delegado e um agente, eh escalado pelo filho, o se segundo turma. E saiu outro do Rio de Janeiro, para Alagoas, Maceió. Então, eu recebi aquela ordem. Aí o presidente da casa teve que liberar né, porque foi pedido oficial. Aí fui, viajei. Cheguei lá, estava estava um quitinete prontinho para mim, ficar trinta dias lá no Recife. Lá na em Olinda, Lá em Olinda, bem perto da praia lá. Está bom, mas até até aqui. Recebi uns documentos eh que tinham que fazer uma averiguação lá no Recife eh a respeito de transporte de eh de gêneros alimentícios, que era foi promessa que o Lula fez lá para o povo. E não chegou nas mãos deles, aquele pessoal. E e várias reclamações. Chegou lá em Brasília e veio aqui para São Paulo. Como eu sou pernambucano de lá, aí acharam por meio de por eu para lá, para fazer aquela investigação. Aí me lá. Eu cheguei lá na superintendência. Aí eu falei, estou aqui, uma carta aqui ó, de São Paulo, aqui, superior, aí aquele aquele superintendente lá olhou para mim e disse, aqui não tem, aqui não tem polícia federal? Eu falei, eu não estou falando isso, aqui não tem. me mandaram para cá, para ver isso aqui ó. Eu eu estou dispensado lá da Câmara Municipal do Presidente, aqui ó, minha carta, por ordem superior, e aqui para fazer uma averiguação aqui eh de uma mercadoria que foi, que veio para cá, três carreta, e o povo que veio destinado não recebeu. E eu tenho que me esforçar para ver onde está essa mercadoria. Era gênero alimentício, não perecível, né, estava lá Eu não sei se vocês ficou sabendo... É a primeira vez que eu estou fazendo, falando essas entrevista. Sempre me recusei de falar isso. Aí... Ele virou-se assim e falou assim... Põe a viatura aí à disposição dele. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu falei, eu quero saber o nome do do do motorista, os carros, eh para poder fazer começar né o trabalho, aí. me deram o nome do motorista. Aí eu descobri. Aí o motorista de um deles disse para mim assim, Olha, eu não posso, eu não posso falar. Eu falei, por quê? Eu fui deixar em uma fazenda a oitenta quilômetros daqui de de de Recife. Em uma fazenda, a carga, a mercadoria, as três carretas Três carretas foram para lá. Está bom. E você pode me levar lá?

Posso posso te levar lá. Só que eu não chego lá. Porque lá é é lugar de pistoleiro.
Eu falei, está bom.
Lugar de pistoleiro, a gente vai lá. Aí eu falei para o meu colega, ele com aquela túnica na nas costas, agente do Departamento de Polícia Federal, eu falei para ele, tira isso, rapaz. Tira isso. Eu com essa estrela nacional, falei, eu não vou com isso, eu vou em manga de camisa. É muito quente lá no no Recife. Eu vou em manga de camisa, possível com a roupa rasgada. Vamos lá. O carro estava à minha disposição e eu falei para eu falei para ele, está dispensado esse carro. Eu paguei naquela época cento e trinta reais a um motorista, um taxista, para me levar naquela fazenda. Levar e trazer. E foi o motorista, o agente e eu. Aí assim, traje comum, né? Aí quando chegamos lá na na portaria, o agente ficou com o motorista lá e falou, a fazenda é aquela. Aí eu fui lá. Fui lá, aí os capanga tudo tri cheirados de bala, os quarenta e quatro chegava a brilhar amarelo. Aí, o senhor vem mandado do do deputado? Eu falei sim. Naquela hora eu menti, porque eu não fui a mandado de deputado. Eu fui amandado a Poder Federal. Aí... Entrei, o o administrador veio, chapéuzão, trinta e oito, chegava a andar, penso, me levou lá. Cheguei lá, chego lá no ba no no barracão, toda mercadoria, Lá coberta, além da do do galpão, coberta com uma lona preta, um plástico preto lá, está tudo aqui. Isso aqui ó, você fala para o para o chefe lá que... Aqui ninguém põe a mão. Aqui, ó, está garantido. Tem quarenta homens aí, tudo aqui de guarnição. Está bom. Eu vi a os pistoleiros lá. Está bom. Mas aquilo ali me che chegava chegava a me doer. Aí saí, saí dali me colhendo todinho. Saí dali, peguei o táxi de volta para o Recife. Aí cheguei lá e falei, ó... Aqui superintendente. A mercadoria está em fazenda, fulano de tal, tal, tal, tal, tal. O senhor não veio para resolver esse problema? Porque não prendeu os homens? Olhei para ele e falei, não, Eu não vim para prender ninguém. Eu vim para averiguar, saber onde está o produto. Eu descobri. Agora, cabe que aqui em Pernambuco, respeitosamente, tem a Polícia Federal e a Polícia Militar para agir. Não sou eu. Você veio de lá para fazer essa parte, então tem que fazer tudo. Eu não vou pôr minha mão. Eu falei, o senhor o senhor não está contente comigo, a minha presença? Só escrever aqui, aí eu me retorno. O avião que me levou <laughs> levou ontem, me trouxe ontem, me leva de volta. Eu fui na Até quase que caiu essa essa empresa, faliu, né?

Eu fui na, eu viajei naquela bê erre. a Então. O que é que tem que fazer? Mas a gente... Deus ilumina a gente. Aí eu falei, essa coisa. Telefonei. O filho Romeu Tuma. Eh Também é é Romeu, também, o filho. Falei com ele aí, ele falou. Ah Tudo bem. Aí já entrou em contato. O que você tem que fazer? Eu falei, isso é problema da do Estado. A gente não pode pôr a mão. Tem a Polícia Federal, ele não não quer pôr a mão. Mas foi imediatamente, aquele homem foi suspenso lá. Foi suspenso. Suspenderam ele. Tiraram ele do cargo lá. O Um superintendente hein, um homem maior da da da da Polícia Federal lá. Então Eu falei, eu não sou culpado. Eu falei, eu não sou culpado disso. Aí suspenderam, ficou suspenso uns dias. Podia entrar outro. Aí, naquela noite, nós fizemos uma reunião, eh major, coronel, eh polícia militar, capitão, tudo chegou. Aí, do próprio partido do Lula, foi preso naquela naquele dia seguinte. Dois vereador e e um deputado, que era dono lá. Aí foi desvendado, isso aí. Foram presos. Aí De repente, o colega que veio de Brasília eh deixou a esposa e três filhinho. Isso saiu em jornal, foi tudo publicado isso em jornal, saiu para todo canto. Na hora que... Eh na Paraíba. Foi na Paraíba. O ele chegou e procurou um colega nosso. E descobriu a máfia. No outro dia de manhã que ele saiu do do hotel, que ele pôs a maçaneta na... A mão na maçaneta do carro. Os caras metralharam ele da cabeça aos pés. Morreu ali, caiu ali na porta do carro. Então, um delegado, de Brasília. Saiu no jornal tudo, em dois mil e três isso. Aí, quando eu sou soube isso, eu já estava em São Paulo. Eu vim embora, eu eu fiquei lá três dias só. Quando eu cheguei aqui, o homem disse, você tem trinta dias para ficar lá. Ah, vai e volta. <laughs> <laughs> Aí eu voltei para o Recife. Do Recife fui mandado para Maceió, Alagoas. Foi tudo descoberto assim. Então, veja só. Por isso que eu falei, Lula cercado com as pessoas próprias dele para destruir ele. Entendeu? Porque ele não ele não prometeu ao povo e ele não mandou. Distribuísse, mas não. Aquele deputado, vereador, segurando para a campanha. Segurando. Não era para ele mandar para a fazenda dele. Era para distribuir para aquele povo que estava necessitado. Então, são essas falhas que eu recaio. Então, eu saí livre de mais um problema. Foi isso aí. E, graças a Deus, eu retornei para lá, fui para Maceió, Alagoas, e nós perdemos esse colega lá. Então, realmente... Mas sabe o que que é? É a pessoa se espravalecer de um título que a pessoa tem. Eu sou um delegado e queria se aparecer. Eu sou um delegado. Não. Não é assim que a gente tem que fazer. São essas experiências que o homem tem que entender. Eu tenho um eu tenho um nome de cidadão e querer ser maior do que os outros. De maneira nenhuma você pode fazer isso. Tem que buscar a calma, a paciência, o amor ao próximo e você Nem é vencido e vencerás. Porque na vida quem manda é o amor, a paciência e ver a necessidade do seu próximo. Porque se chega uma pessoa é muito esquentada, agitada, se você não tiver paciência com aquela pessoa, você não vai colher dele nada. Não é verdade? Então, toda essa experiência que eu tenho, dos meus tempos de de carreira, eh ambos as partes, é essa. Por isso que eu ainda tenho vida, porque Deus me segura, porque não é não é outra coisa.
teve uma hora que o senhor começou a ouvir umas uma voz... e um dia, no na Bresser Moca né, <laughs> o senhor resolveu mudar. Bom. O que que foi isso? Como foi esse processo?
isso vai ficar isso vai ficar para vocês entenderem... que... para mim foi muito importante... e seria importante para vocês... a qual eu coloquei... Para ela, mandei ela estirar a mão, como vocês também. É Hoje o mundo o mundo não oferece nada de bom para ninguém, porque o que é verdade está sofrendo. Hoje é mais valorizada a a a mentira, a falsidade, o a vaidade do que a verdade. A verdade ela dói dói. A verdade dói e ela tem a vitória. Às vezes a ver, a verdade ela mata uma verdade Mas ela não morreu, ela viveu. É difícil vocês entenderem o que é isso. Difícil. Bom, eu vou começar lá quando eu as vozes falaram para mim. Por exemplo, quando eu quis assumir uma responsabilidade com o vereador em uma grande cidade como São Paulo, com toda a minha experiência que eu tinha, porque não é minha, é Deus que me dá, como estou conversando com vocês, diante daqui de uma gravação. Veja só. Para dar o melhor, não para mim, para uma pe uma periferia que tem a necessidade, Agora, eu vou eu vou tirar o direito que tem a necessidade da periferia de São Paulo para dar a quem mora, já está estruturado ali no centro de São Paulo, com uma pequena melhoria resolve o problema e deixar abandonado a a a periferia? Quando o candidato entra, ele promete o mundo e o fundo Ele está prome prometendo uma coisa que ele não vai cumprir. Por quê? O candidato sou eu só. Foi vocês que votaram em mim. Foi a periferia que votou em mim. E, no fim, eu vou fazer as vontades de eh... Os que estavam cerdados em mim, que estava me ajudando, ainda abriu a boca e disse, eu posso te eleger, mas você vai sentar em uma cadeira cativa, você vai fazer lá o que eu mandar. Quer dizer que, e a periferia que votou em mim? Eu vou trabalhar por por seu Antônio, Não vou citar o nome. Quer dizer, se eu não citar o nome, eu não estou falando a verdade? Agora, veja só. Está na foto aí. Vê aí na na no no papel um homem empresário, um grande empresário, Antônio Emilio de Moraes Foi posto ele aí para garantir a minha candidatura. Só os funcionários dele aqui em São Paulo, ia eleger eu candidato. Em uma reunião que nós estávamos na Câmara Municipal, Só a cúpula. O candidato mais pobre que tem aqui é o delegado José Francisco da Silva. Antônio Emílio de Moraes. Você vai ajudar? Sim. Só que... Ele se expôs... Ah, o que eu tinha que fazer para ele? Olha, peraí. Se eu ganhar pelo voto da população, eu sou um herói. Eu falei para ele assim. Se eu perder, eu sou um herói, mas eu perco de cabeça erguida. Perdão da palavra, mas não vou me sentar em uma cadeira cativa, presa, para para fazer as vontades dos empresário. Como é que fica o voto da da periferia que votou em mim? Quer dizer, que o que o eu prometi para eles vai chegar aos pedidos deles. Eu não, eu tenho que fazer isso aqui que o Sr. Antônio Emílio Moraes Seu se, seu ciclano seu fulano mandou. Eu já estou mentindo, não estou? Não estou provando o que eu prometi para eles. Como é que fica a minha situação? Como é que fica? Mas a maioria é assim. Promete tudo, mas não cumpre. Esse é o problema. Não só em São Paulo que ocorre isso, a maioria. É o que o caçado faz. Ele promete, promete, promete, mas não cumpre. Fez uma boa ação, a limpeza de São Paulo, cidade limpa. Tirou aquelas placas grandonas que tinha, sujeira de São Paulo, tudo bem. Mas ficou outra pior. Que a minha casa está limpinha quando amanhã está toda pichada. Isso aí não acaba. Isso aí não acaba. Cidade limpa é ter pessoal pronto, à disposição, aí sobre a prefeitura e, de primeira, regionais. Está ali, ó, boca de lobo, tirando toda a sujeira que está dentro, todos os dias, três Nosso trabalho, na na época do Covas, era nosso trabalho, eh as, não era subprefeitura, era regionais, fazendo esse trabalho a sé, era empenhado na cidade, eh tirando tudo o que sujeira que estava dentro das bocas de lobo, para para que as águas tivessem o canal aberto para descer para o Tietê. Mario Covas ficou doido quando foi atrás do eh de um grande valor que o Japão tinha dado eh para fundar o leito do Tietê. O dinheiro tinha sumido e não chegou nas mãos dele, porque tinha que fundar o leito do Tietê desde o Covas. E foram levando, levando, levando. Até hoje esse dinheiro ninguém sabe onde foi. E ainda se dá graças a Deus a imprensa que está de cima, ó ó buscando. Isso vai para a internet, isso vai para onde for, e não aparece o penhor da da história. Não aparece. Ah tirou. Se eu tenho Não pode mu tirar ela daqui. Só se haver uma cláusula, como houve agora no país, o país ajudando, ajudando a necessidade de outro país.

José, como foi essa experiência no vereador?
São, eh ai foi aí, foi esse, sim, diz
<laughs> Eh. Eai, como foi essa esse diálogo com o empresariado

a votação acima. Aí Se o Serra lidera na época, como prefeito, candidato, ah os votos que eu tive, eu tinha assumido uma uma cadeira na Câmara Municipal. Mas quem liderou foi a Erundina. Aí a Eurundina eu precisava de doze mil, tive cinco mil votos, quatro mil novecentos e noventa e nove. Então, não deu. Então, meus voto, Dei para o para o Ferdinand, porque foi a o acordo que nós fizemos. Aí, como o já tinha quatro anos de de mandato, aí foi ele que ficou. Aí foi quando eu falei que o Celso ia ia perder o cargo dele para mim, para mim ficar como assessor do, ele não Eu falei, não, deixa ele ficar no emprego dele, tem os três filhos dele, então a esposa trabalhava também lá com ele, então fica tudo em casa. E você se dá bem com ele. E eu volto para o meu o meu setor. Então, foi assim que foi feito. Então, eu eu eu recusei. Um homem se levantou e disse, gostei da atitude do delegado. Gostei da atitude do delegado. Ainda tem homem honesto ainda nesse mundo. O Serra falou isso. Os outros ficaram tudo calados. Eu tenho eu tenho que cumprir aquilo que eu eu prometer ao meu eleitor e ao partido. A empresário, não. Ele está na foto aí, da da quando eu saí em oitenta e oito, Antônio Emílio Moraes. Ele falou essa frase para mim. Então, eu não ganhei. Aí, quando chegou a a oportunidade, eu comecei a escutar uma voz no meu... Eu morava sozinho lá na minha chácara. Estava separado da minha ex-esposa. Fiz dezesseis anos separado dela. Aí eu estava sozinho lá e uma voz falava comigo dentro da minha casa, no meu ouvido. Afasta-te da mentira, porque ali só tem promessa e não cumpre.

que ele fala, ele cumpre, sou eu. A voz falava assim comigo. Aí eu fiquei comissionado, mas falei, olha, a partir de hoje não conta comigo mais para política. Depois que eu perdi, né? Depois que eu perdi, voltei à à minha função, que era... Aí pronto, foi o gestor da da história. Aí aquela voz, um dia... Agora eu vou contar o que aconteceu. Um sábado, E eu via eu via uma... Quando eu estava dormindo, chegava uma serpente, cheia de serpentinhas ao redor, assim, ó. E aquela serpente partia para me pegar E eu ficava com medo, assustado daquela serpente enorme querendo me pegar. Eu não conseguia pegar a serpente com essa mão direita, aqui, ó. Aí, consegui uma hora pegar ela, já estava suado. Eu a peguei com essa mão esquerda aqui, apertei o gogó daquela serpente e ela morreu. Lançou da da boca dela um sangue, aquele sangue que me sujou. Eu de de sangue. Aí aquela serpente... Aquelas pequenininhas morreu tudinho. Morreram tudinho ao lado dela. Hm São coisas que é segredo, que a gente não sabe. Eu não sabia o que que que era. Eu falei, mas morreu toda... A serpentezinha morreu. Eu acompanhado dela. Era um exército de serpentes. Aí... Me acordei, olhei, não estava sujo de sangue. Aí Isso foi... Quando foi... Eu fiquei uma semana. Fiquei uma semana em casa. Sem... Sem comparecer ah lá no meu serviço, no meu setor. Aí Quando foi um domingo. Eu não não não sonhei mais com aquilo na segunda-feira. Eu tinha uma audiência na eh na na terça-feira. lá na ci lá na na Tiradente, na corregedoria Geral da Polícia Militar de São Paulo. Eu Eu tinha participado de um de um acidente e nesse acidente eu fui testemunho do do que aconteceu, né. Então Era estava, era uma terça-feira, duas horas da tarde. Aí eu cheguei O delegado, mas o que aconteceu com você uma semana? E o livro? Eu falei, ó, deixa assim mesmo, eu eu estou passando uns sonhos, umas umas tribulação na minha vida. Aí contei para para uma pessoa que é da congregação cristã, um servo de Deus, e ele trabalhava lá. Ali, aqui no Ibirapuera, lá não tem a Praça Milão ali, não sei se vocês conhecem, ali na quarta centenário com a República do Líbano.

Eu estava ali, aí o engenheiro chegou. Aí vai para o quartel. Estava no quartel. Trabalhando para lá. Aí tinha uma manutenção lá e eu estava ali.

Encostaram já perto de... Quase aposentaram já. Aí... Mas, mesmo assim, ele teria ainda quatro, cinco anos ainda depois disso. Olhei, conversando com aquela pessoa. O vai assinar? Falei, não. Não, vou assinar o livro. Fui lá, assinei a semana. Aí, estava pronto para sair, para ir para ir para cidade. Pegar o ônibus ali para ir na na Tira Adentro, para para a audiência. Que era às duas horas da tarde. Isso, uma umas onze horas que saiu o pessoal, saiu todo mundo, foram almoçar. Aí eu fiquei ali, pronto para sair, né? Aí, chegou o carro do secretário, encostou na frente, falou, ó, cadê o pessoal daqui, o engenheiro, a engenheira? Eu falei, não tem ninguém, já saíram tudo para almoçar. Aí, de repente, chegou a engenheira. Delegado, você não falou? Eu falei, eu vou para uma audiência. Eu estou sabendo. Aí E tem um carro secretário, veio pedindo um sarrafo de um metro e meio, um sarrafo de madeira, de um por um e meio. Aí eu Mas não tem um carpinteiro, não tem um marceneiro, está tudo está tudo na rua. Aí eu falei, eu vou eu vou fazer, eu sei fazer, eu vou fazer. Olha que tentação. Aí tirei o paletó, tirei a gravata, que eu fui fui mexer com uma máquina, né? Que eu conheço essa parte também. Aí, peguei um pedaço de madeira e fui, passei na serra e fui abrir. Aí levei em uma em uma prenha, que a bichinha tem uma velo velocidade que zoa, a serra grita, mais de quinhentos mil voltagens. Aí liguei aquela máquina. Aí fui passar aqueles sarrafos. E nisso Ah na na madeira tinha um nó. Pinho tinha um nó. Aí quando chegou no gume daquela faca, Pulou para cima e o meu dedo foi aqui assim ó o dedo. Aí que eu peguei no dedo aqui aqui, assim assim, adormeceu o dedo, aí peguei assim, surgiu aquele golpe de sangue para cima e sujou a minha camisa. Eu me lembrei do sonho. Aí aquela ah doutora Maria Luiza olhou para mim e foi desmaiando, aquele sangue que ela viu. E sujou o teto e me Foi o sonho, foi o sonho. Aí foi chegando mais uns colegas, que hoje estão trabalhando na Câmara Municipal. Aí, olha, mas, delegado, você não tem que mexer nessas máquinas, rapaz. Aí, ó, caiu. <laughs> Eu falei, engraçado, vocês, vocês o acidente não foi com vocês, vocês estão morrendo e eu não. Isso aqui não dá para me matar. Aí pegaram no próprio carro, aí me pegaram e me deixaram no pronto de socorro, fazer tratamento. Aí fiquei fui ficar uma semana. Isso foi em uma terça-feira. A audiência foi suspensa, por causa que eu era a a a principal testemunha de vista do do acidente que assinei. Foi sus foi suspensa aquela audiência. Aí, quando foi no fim da semana, eh foi um sábado, eu estava em casa, Chegou um moço na porta, lá na chácara lá, no da represa. Aí, bateu palma e eu abri a porta. Eu queria uma palavrinha com o senhor. Tudo bem, pode falar. O senhor... eu vim fazer um convite para o senhor. Falei, que convite? O que que o senhor você vai fazer hoje? Eu falei, ó, nada, eu estou com a mão aqui em fachada, no acidente que eu sofri, e estou, estou aqui em casa, eh Olha, o senhor já foi na congregação cristã? Eu falei, não. pois eu vim fazer um convite para o senhor, hoje, às seis horas da tarde, se o senhor disser que vai, eu prometo, O senhor... Eu venho pegar o senhor aqui hoje às seis horas, começa às sete e meia. Lá na... Eu até brinquei com ele. Lá em Los Eu falei, iiih, Los Angeles é nos Estados Unidos. Até brinquei com ele. Você conhece Los Angeles? Conheço. Eu falei, é nos Estados Unidos. Seis horas, mas nem de avião dá para chegar lá. Aí brinquei com ele nessa parte. Falei, não, é o Parque Los Angeles aqui, tem uma sala de oração lá, se o senhor disser que vai, eu venho para levar o senhor.
Tudo bem. Hm
Quando foi cinco hora, eu com uma mão só e passando ferro na minha roupa, que a minha a minha cunhada, que era vizinha, não não estava em casa, eu falei, vou por uma roupa melhor. cinco e meia já estava todo embonecado de terno e tal e tal, bem arrumado. O pessoal anda assim. Aí Deu seis horas, aquele moço não apareceu. Seis e meia, aí eu comecei a falar. Eh eh A gente, quando é do mundo, é terrível, não está contente com nada. Embora que eu não fui muito assim né, mas sempre acontecem essas coisas. Quando deu sete horas, eu falei, ó, esse é um covarde, tratante. Fala que vem seis horas para pegar eu aqui para levar lá na nessa igreja lá e não apareceu. Por aí já começa. Aí comecei para afirmar, né, dele, do cara. Eu falei, mas, ó, eu vou sair daqui, eu vou, vou sair Quando eu chegar lá, Eu vou pegar esse cara pela pela beca assim ó, e chacoalhar ele para ele deixar de ser tratante. Foi assim. Eu saí sete hora. Começava às sete e meia. Era pertinho da da pista. Cheguei lá, peguei um um ônibus que vinha chegando. Iam duas senhoras dentro do ônibus. A ê era dois ponto Aquela mulher olhou para mim e disse, o senhor está indo na congregação? Eu falo, senhora, eu não sei nem onde fica isso. Porque eu recebi um convite de manhã para ir seis horas. O rapaz falou que passava lá para me pegar, para me levar lá nesse lugar, porque eu não sei onde fica. Então, ai aquela uma uma daquela mulher olhou para mim e disse, senhor, Aquele jovem, aquele mancebo que foi convidar o senhor, ele está bem do seu lado. Eu olhei para ela e falei, só só não quis chamar ela de mentirosa. Eu falei, o quê? É, está do seu lado. A gente estamos indo para lá. O senhor nos acompanha. Santo é o Senhor. Eu olhei, com não não quis chamar ela de mentirosa, mas acompanhei elas. Desci no ponto, aí cheguei lá estava lá, já era sete e vinte e cinco aí que começou. Fui muito bem recebido pelo Moreno. Ponho eu no segundo banco, e naquele segundo banco eu estou até hoje. Estou até hoje. sentado aqui em uma cadeira, sendo entrevistado por vocês, mas, naquele lugar lá, eu estou até hoje no segundo banco, dando graças a Deus, porque, naquele dia, em um sábado, de oitenta e nove, em a em agosto Aí começou a tocar o primeiro hino, o Silêncio. Chegou a hora, o o o servo de Deus subiu à tribuna. Ali é uma tribuna de honra, viu? Subiu a tribuna, deu início. Quem tem o primeiro hino pode chamar, chamaram. Eu ali, no segundo hino, no terceiro hino, já já começou a lágrima eu que Eu falei, ó, um homem chorar? Que véio hein Um homem, homem não pode chorar Eu já estava chorando naquela naquele terceiro hino. Aí veio a oração, o quarto hino. No quarto hino aí depois veio a a testemunhança. Depois da testemunhança veio o outro hino. Aí naquele outro hino, aí veio a palavra. O Senhor tomou o servo de Deus e falava assim, mas era comigo. Aqui entrou, eu já vou chamar de irmão. Eu já vou chamar de meu filho. Tu recebeu um convite hoje pela manhã. Eu não contei nada para ninguém lá. Nada. Só só aquela aquelas duas mulheres que vinham no ônibus, que eu contei para uma. E a outra escutou. Você recebeu um convite de manhã. Esperou seis horas, ele disse que passava lá. Mas foi eu que te trouxe aqui. Tu ficou esperando, mas tu tinha que vir aqui hoje. Porque aquele que que te convidou, você viu ele de manhã pela presença, mas na na vinda você não viu mais ele. Mas ele veio contigo. Você crê que ele está aqui presente, bem perto de você? Falava assim. Aí falando essas coisas. Mas de hoje para amanhã eu vou tirar teu sono, vou te mostrar, E amanhã, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Te chama nesse caminho e tu nascer da água e do Espírito Santo para servir-me em novidade de vida, enquanto vida tiveres, trabalhando na minha obra. Trabalhando na minha obra. Ela viu a a os o as fotos que eu tenho aí na minha obra. Terminou o santo culto, eu saí dali. Quando eu entrei ali, eu acho que eu tinha um uns oitenta toneladas de peso em mim. Quando eu saí, eu saí leve como uma pena. Você pega na mão Eu cheguei em casa, fui dormir, meditando aquelas palavra Peguei a Bíblia, porque eu sempre estudei a Bíblia. Sempre. Aí... A partir dessa data, Tu sempre gostou de de ler o meu estatuto. Nesse estatuto é onde está o caminho, a verdade e a vida. É a minha palavra. Porque sem a minha palavra, nada poderei fazer. E eu chegando em casa, fui dormir, eu consegui dormir? Não. Eu não troquei de roupa. Só tirei o palito e a gravata e fiquei lá. rolava na cama para lá e para cá, me levantava, dois joelhos no chão, o Pai Nosso, a oração maior que Deus nos ensinou. E Quatro horas da manhã, eu tomei uma uma dornazinha assim, eu via. a Estação Brás, do metrô, que o trem o metrô passou e ia até o Tatuapé, e voltava. O metrô não seguia para frente, ainda. Aí, eu falei, e você tem que ir por esse caminho. Mostrava, tem que ir por esse caminho. Aí eu via a é via aquela aquele templo ali, eu olhava, via aquele Uma coisa dizia assim, é aqui que você tem que, hoje, morrer o velho homem e nascer uma nova criatura para me servir enquanto vida estiver nessa terra me servindo. ó eu só fui lavar o rosto, me barbiei, só, ah porque a minha barba estava meio agressiva, aí me babei, fui para a pista, peguei o ônibus, São Bernardo do Campo, aí de São Bernardo do Campo peguei os Tietê, cheguei no Parque Dom Pedro, desci, peguei o metrô no Brás , eu desci. Eu desci no Brás , aí cheguei no Brás e fiquei, sem saber onde era. Fiquei fiquei ali. Eh viu ninguém ali. Aí vinha um senhor com uma pasta, como essa minha, embaixo do braço. Aí olhou para mim e disse, o senhor vai para a congregação? Eu falei, não sei nem onde fica. Eu disse, eu estou indo para lá, é uma estação mais na frente. Aí veio o metrô, entramos dentro, na Breccia, Moca. Descemos, ela fica do outro lado. Vocês conhecem ali? Breccia, Moca? Conhece, né? Aí... Desci, era muito cedo, fui lá em um bar, tomamos um café. Aí, que era muito cedo o horário. Abri às oito horas. Quando abri, eu entrei. Sentei no segundo banco. Começou o santo culto de Batismo, quando o ancião falou assim, a minha esquerda, que ele está na frente, a minha esquerda os irmãos podem subir, a minha direita as irmãs podem subir. Eu queria ser o primeiro. Eu queria ser o primeiro. Aí o irmão foi lá e pegou no meu braço. Você está muito afoito, quer ser o primeiro? Aqui é assim, o primeiro é os últimos, e os últimos é o primeiro. Falou dessa maneira. Ele está lá até hoje, esse irmão. É porteiro lá Aí, falando assim, eu olhei para ele e falei, eu quero saber de você, se você é casado. Eu falei, sou. Já divorciado. O senhor tem alguma mulher? Eu falei, não. Olha, o seguinte é esse, depois que se batizar aqui, se usar mulher, Peca é condenação de morte. É melhor você não se batizar. Espera Deus preparar uma das suas filhas para ser sua esposa e viver com ela matrimonialmente até o fim da vida. Não adulterar-se, porque se adulterar morrerá A explicação dele, eu falei, então então eu não quero saber disso, eu quero saber É a minha salvação da minha alma. Se eu não batizar hoje, o responsável pela minha alma é você. Ele falou, disse, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Dispensou. Eu fui o décimo primeiro, não fui o primeiro. Aí, naquele dia, desceram já o santo batismo. Entrou uma alegria tão grande em mim eh, que eu ehm anoto o batismo Até hoje, no Brás. Esse é o... é de anotar o batismo. Aquim O ano de dois mil e nove, obedeceu a Deus cinco mil seiscentos e noventa e de oitenta e uns quebrados. Quase Quase É em cinco batismos. Então, vai terminar o o ano, lá para cem mil por aí. Então, e ali eu gostei de tanto do batismo, Aí fiquei. Mas, meu Deus, o que é que eu faço? Eu tenho que casar. Tenho que me casar. E fui. É o Noivei. Não deu, não deu certo. Estava noivo. Eu já cinquenta anos e a menina tinha tinha dezenove anos. Muito bonita. Aí Eu era apaixonado por aquela irmãzinha. Mas, no fim, não deu certo. O senhor falou pela palavra. Não gosto não gosto de traição no meio do meu povo. Vigiai tem um casal de noivo que não está dando certo. Uhum Eu fazia de tudo por aquela irmãzinha. Aí Com três dias, o senhor mostrou para mim. Eu tenho essa máquina, está até aí.

Aí, três dias o senhor mostrou para mim. Aí ela tava com outro namorado, noiva e tava com outro namorado. Porque no domingo ela me pediu para não ir buscar ela na na escola. Eh... Porque a irmã dela ia com ela e ela tinha companhia para vir embora. Porque era dez dez e vinte, quando tocava sinal, que ela saía da da escola. Então E foi assim. É aí E o senhor me divertiu de novo. Lá tinha culto no domingo, à noite e na segunda-feira. Na segunda-feira, o senhor me preveniu de novo, pela palavra. Quando foi na terça-feira, eu fui lá, pulei para dentro do muro e fiquei na retaguarda. Aí, quando ela saiu, abraçou-se lá com o namorado. Casou com essa pessoa. Casou com essa pessoa. Que Mas eu dava conselho para ela. Eu já estou de idade. Você é menina nova, bonita. Você tem que procurar uma pessoa que tenha prosperidade para você. Aí eu falava, dava conselho para ela. Eu mesmo dava conselho para ela. Olha ou você é interessada o que eu dou para você, porque, graças a Deus, eu tinha para dar para ela, né? Então, ela andava toda... Familinha pobre, mas andava toda arrumadinha. Então, mas não tinha que ser da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. Então houve esse atrapalho. No fim, ela casou com... Eu vou resumir. No fim, ela casou com esse moço. Ele era não era nosso irmão. Depois se batizou para para poder casar com ela. Aí terminou... Casou. Teve uma filhinha. Em seguida, saiu ela saiu o o esposo dela e o e o irmão lá do Jardim da Represa. Chegou em Santo André, fizeram um assalto. Fizeram um assalto de quatro milhões e meio em uma loja. Os dois. Polícia catou. Ela está sozinha. Os dois estão presos lá. O irmão dela e o marido. E ela um dia mandou um recado <laughs> pelo irmão meu, mandou um recado para mim, eu falei ó, fala para ela que a bandeja de ouro que o senhor falou para ela fala, a bandeja de ouro que Deus deu para ela, ela jogou fora, tá nas mãos de Deus, então ela vai buscar a bandeja de ouro nas mãos de Deus, não de mim mais. Eu já tava noivo dessa esposa minha agora. Estava noivo, então... E mesmo assim que eu tivesse, eu não importava. Importava mais. Pelo que eu vi que ia acontecer. Então tá preso os dois, no cadeião lá de Santo André.
E eu... E como você conheceu a a atual, a noiva atual? A sua esposa?
Gostei dessa pergunta sua, porque, olha, a minha esposa até ela tem pobrema. Se eu... Se fosse por Deus, se não fosse por Deus, eu não ia querer ela para ser minha esposa. Ela tem ataque pilértico, tem problema, e eu não posso deixar ela sozinha com as crianças. Uma está na creche, uma está na creche, e e e a o menino fica com ela, mas fica na vizinha. Porque eu para estar aqui hoje, se a vizinha não está, eu não podia vir. Para não deixar ela sozinha. Tinha que arrumar uma pessoa. Agora que o trato que eu fiz para vir, eu não podia deixar de vir né. Eh, eu tinha que arrumar uma pessoa para deixar. Então, veja só, eh eu arrumo uma pessoa para ficar com ela. A pessoa, quando vê o que acontece com ela, não quer ficar mais. Tem medo dela. Então, agora, ninguém queria. Ninguém queria. Mas o senhor, quando predestina uma coisa, é aquilo que tem que ser. É o que Deus quer. Não o que a gente quer. Agora eu vou falar como é que eu eu conheci ela. Depois que terminou esse noivado com essa irmãzinha lá em São Bernardo, eu continuei, porque eu fui escolhido para anotar o batismo no Brás, por um ancião que já dorme no Senhor. Eu... no segundo banco, o irmão olhou para mim e disse, Eu estava com um ano e pouco de batizado. Eu senti convidar o irmão para para anotar o batismo, e que eu vou tirar este outro que é anotar o batismo para fundo bíblico, lá na, para vender bíblia lá, e na, e eu gostaria que o irmão se sentisse a sua parte para anotar o batismo aqui no lugar dele. Eu falei assim, irmão, se você sente, mas não pode faltar, está bom. assumi aquela responsabilidade. E passou anos. Acabou o meu noivado lá e eu fiquei chateado. Eu falei, não quero saber mais. Já estou de, já estou de idade mesmo. Vou ficar em uma boa. Não quero saber mais de mulher, não.

Criei bronca. Fiquei, fiquei bloqueado com aquilo. Aí, um dia, o irmão que senta do meu lado, do meu lado direito, Aí chegou, joelhou, orou, orou, orou, orou. Aí quando levantou, disse assim, irmão Zé, o que é isso aqui no dedo dele? O que é isso aqui no meu dedo? Eu falei, uma Aliança, você está vendo essa essa irmãzinha morena que está aqui do outro lado? Eu falei, estou. Você vai ficar noivo dela. Esse é o testemunho, viu? verídico, porque ela pode provar isso para vocês. Você vai ficar noivo dessa irmãzinha e vai casar com ela. Santo é o Senhor. Aí, eu falei, irmão, Natalino, para de brincadeira. Eu venho aqui dar glória a Deus, eu venho aqui dar uma aleluia, eu venho aqui cumprir com meus Eu não venho aqui para olhando para irmã nem para irmãzinha, não. Não vem aqui para isso, não. As irmãs estão para lá porque as irmãs entram de um lado e os irmãos do outro. Não é misturado, não. A congregação tem esse hábito. Essa obediência nós temos lá dentro. Entendeu? Então, não é porque ela é melhor do que as outras, não. Entendeu? Mas não se mistura. Não tem misturança. Não. Então, é ê ele falou, está bom, irmão Zé, me perdoa, eu vou falar para o irmão. Aquilo ali eu esqueci. Eu nem gostei porque ele falou aquilo. <laughs> Aí, na hora que tocou o hino em silêncio, depois o ancião subiu, e os três hinos tocou, quando foi na hora da palavra, o ancião saiu de trás da tribuna e veio para frente um pouquinho e disse, Irmandade, hoje é um culto de batismo, mas o senhor está mandando um recado para a igreja. O senhor manda dizer para a igreja, tem um tem um casal hoje aqui, ele é de idade, ela é jovem. O senhor está mandando dizer, já foi confirmado aí embaixo, está nascendo uma união de casamento hoje aqui. O senhor está mandando um recado. E o senhor manda eu dizer, é da minha vontade. O irmão Natalino bateu nas minhas costas e disse, irmão Zé, você está está escutando? Eu falei, estou, irmão Natalino. Dessa distância que está... É Amara? Como é que é? Maiara

Dessa distância. Eu virei para ela assim de lado. Eu falei, irmãzinha, você gosta de mim? Ela balançou com a cabeça, disse sim. Eu falei, pronto, estou perdido. Eu falei, menina, você é uma criança. Ela tem trinta e sete anos agora. Você é uma criança. Você tem que procurar um jovem que tenha prosperidade para você. Eu já estou velho, cansado. O que é isso, menina? Você não tem juízo mesmo. Aí eu falei, mas se se é você que Deus está preparando para mim, Seja feita as vontades de Deus, não a minha. Eu estou precisando de uma esposa. Quando terminar o o o culto batismo, eu quero falar com você. Tudo bem. Passou. Quando terminou o batismo, ela veio anotar o telefone. Foi no dia primeiro, dia que é foi quinze de novembro, que ia haver a eleição para Lula presidente. Foi nesse dia. Aí eu marquei o encontro lá na casa dela. Nesse dia. É o Foi com o Marcado, né? Aí eu falei... Ela não foi dar o telefone da mãe dela? E já Dela, né? Ficava tremendo.

Mas ela é nervosa. Eu falei, você está nervosa?

Eu sou analfabeta, ela falou. Eu Aí ela expôs os problemas dela. Eu falei, fazer o quê? Vou fazer o que, menina? Se é você que Deus está preparando para mim, Ele vai me dar paciência, vai me dar tudo para me assumir a tua responsabilidade. É por Deus. Só que, se não fosse por Deus, eu ia querer uma esposa em umas condição dessa? Não ia querer não, não é? Aí, que é difícil, mas foi tudo por Deus. Aí, quando foi, marquei com a mãe dela, quando foi no dia quinze de novembro que fui votar, saí de São Bernardo e fui votar lá na Vila Matilde, que meu meu título é de lá, né? De lá. Aí, fui votar e fui lá na casa dela. Aí Aí, cheguei lá, a mãe dela cresceu. Falei falei olha A minha filha tinha esse problema e ela se expôs à verdade. Senhora, se era que Deus está preparando para mim, quem sou eu para recusar aquilo que Deus me deu? Quem sou eu? Aí foi marcado. Ficou um ano. Aí é quatro anos que casei com ela. Graças a Deus, vivemos bem. Graças a Deus. Graças O problema dela só é a saúde dela que me preocupa muito. Não poder deixar ela sozinha com as crianças. E as pessoas que eu arrumo para ficar com ela, tem medo de ficar com ela. O tempo ela passou mal, ela pegou o berço, arrebentou. Se ela pegar a criança, mata. Ela não sabe o que está fazendo. Então, são essa a finalidade. O meu casamento com ela foi assim. Eh O meu conhecimento com ela foi esse. Eh... Tudo permissão de Deus. Olha o dia doze, o dia doze agora agora, eu estou viajando para Belo Horizonte. Vou para Esmeralda. Então, eu vou em serviço da obra de Deus. Foi que a parte que Deus deu para mim. Então, são muitas coisas que a gente tem a conversar que se eu for ficar, eu vou ficar o dia.
É verdade, né, senhor José? O senhor tem uma uma vida bem interessante, né? Conta várias coisas, né? Vários causos. Então, eu já vou começar a encaminhar já para uma finalização. do nosso papo, porque senão a gente vai mesmo o dia inteiro, né? Uhum Eu queria que o senhor contasse um pouco então hoje, né? Você está falando de ir para Belo Horizonte, pela igreja né, o que o senhor faz hoje, né? Como é o seu dia hoje?
O meu dia hoje é um dia esperançoso, porque eu me eu me sinto gratificado por vocês me receber, entende? Com essa atenção maravilhosa. Eu tenho certeza que é permissão de Deus, porque isso tem que chegar a conhecimento. A verdade tem que chegar a conhecimento. A verdade fica escondida um pouco de tempo, mas depois ela aparece. Por isso que eu me sinto maravilhado, porque tenho certeza que não é. Muitos estão sabendo que eu estou aqui hoje, eh, nessa entrevista eh, de gravação com vocês. Então, eu fico tudo na expectativa, é jornal, é tudo. Então, mas poxa, eu falei, ó, é, eu orei a Deus para vir, porque se Deus dissesse assim, não, vai, eu não ia. Eu cancelava e não vinha, dava uma desculpa. Mas é, estou aqui agradecido a vocês por dar esse atendimento para mim. Eh É maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu espero... Mas eu quero deixar aqui para vocês uma revelação que Deus deu para mim. Talvez eu não veja. Mas, o que vocês acham? Perguntas e respostas. Do governo querer fazer um trem-bala de São Paulo a Rio de Janeiro. É bom? Para nós? Você acha?
O que o senhor acha?
Pela revelação, eu acharia que os governantes entendessem que a prioridade é no Estado. No Estado. Um exemplo. Uma revelação. Vendo eu, em uma profundidade de vários metros em São Bernardo do Campo, e um metrô passando ali por baixo, daqui do Ipiranga a Cubatão, dando uma vida em Santos, tirando tirando, uma grande elevação de poluição, Menos carro na Imigrante e na Anchieta. Metrô direto de São Paulo a Santos. Vocês vão ver isso. Que é promessa de Deus. Que Quer tirar, quer tirar a poluição do ar? Ajudar a natureza? É este o caminho.
Senhor José. Bom, já indo bem mesmo para a finalização. assim. É... Tem alguma história que a gente deixou de perguntar? Alguma coisa que a gente deixou de perguntar que o senhor gostaria de aproveitar assim, para contar alguma? Tem um milhão de coisas que eu gostaria de perguntar né, mas a gente vai indo. Mas tem alguma que o senhor, que a gente deixou de falar?
Você quer mais ouvir do que perguntar. Sem dúvida. Tem perguntas e respostas, né. Eu queria ser um cantor. O senhor disse, tu vai cantar meus hinos de louvor para mim. Mas na minha mocidade eu ainda cheguei a gravar um prato de cozinha, né. E depois eu passei para o Jacinto Silva. Então, não vou cantar aqui. Não vou cantar aqui. E passei para Jacinto Silva. Eu gostava muito da das músicas do do do é do Vicente Celestino, do do do Francisco Alves. Gostava muito. E Sambas do Jair Rodrigues e outros. Mas outros cantor, né. São muitas coisas que a gente, na mocidade frequenta, e eu fazia barulho no instrumento, no violão. Me empolguei quando cheguei aqui. Mas tem uma ali quebrada. <laughs>
Tem uma inteira aqui.
Então, veja só, eh, eu cheguei, fiz a letra... Como é que podem nós viver assim? Por qualquer coisa você quer brigar. Será que eu não presto para você? Ou você tem outro em meu lugar? Então, eu cheguei a gravar essa música e, depois, eu falei, não vou seguir nessa carreira porque não é o meu meu ponto de vista. Já muito muito o meu colega, Pegou a letra e gravou. Foi sucesso no Nordeste, por todo canto, então. Então, Francisco Alves, quando eu eu fazia um barulho no violão, é, eu tinha uns colegas que me pediam muito. É. Eu gostava de tocar um pouquinho, fazer barulho, porque nada oficial. Então, é... São coisas musical, né? É isso que eu gostaria que você perguntasse para mim. A respeito da música. Porque vocês fazem também parte da da música.
Ok, o senhor que poderia nos contar, né? Como foi isso aí? <laughs> Como que aprendeu o violão? O que você... Como eram as festas que o senhor frequentava?
Esse grupo de amigos? Sim, através de grupo de amigos, a gente se divertia lá no sítio, na fazenda, é... Todo sábado tinha o expedito, o expedito que era o administrador da fazenda. Ele dizia, O Zé, hoje nós vamos passar a noite brincando, vamos tocar. tocar uns forró, tocar um negócio. Aí ele dizia... Ele dizia, eu quero que você cante aquela música para mim. Ele dizia. Ele gostava de uma cerveja. E aí ele dizia... Qual é a música que você quer? Ó, você sabe, né? Você sabe. E eu tinha que fazer as vontades dele, porque era ele que comandava tudo. Ele comandava tudo. Ele era administrador. E eu cantava. *Entre as mulheres que eu conheço Há uma que não esqueço Para esquecê-la meus fós O nome dela eu não digo Não quero ser seu inimigo Nem quero se enterrarmos Por mais que ela está ausente Ela não me sai da mente Gosto daquela mulher Para não esquecer o meu castigo O rapaz é meu amigo E gosto daquela mulher Então ele era apaixonado e eu cantava essas músicas Realmente. Isso me deixava muito, também, vaidoso na mocidade. Então, muitas músicas é do Nelson Gonçalves.
Da onde você conseguiu esse gosto musical? Da onde?

Olha, isso foi... Eu via no Silo, tocando, e... ele e o irmão dele, um cavaquinho muito afiado. E eles tocavam na cidade e eu fui para esse ano e aprendi de ouvido, não por escala, de ouvido. Esse mesmo expedito, lá na Usina Africana, tinha um salão, Era muito grande o salão e fizeram um carnaval lá. Um Carnaval... No carnaval... é, Lá chama-se Jazz, a banda lá. E tinha o filho do sargento, era muito meu amigo, tocava um sax. Era bom o sax. Aí fizeram lá as festas do carnaval. Aí os peritos... Zezito, não gostei. Eu tenho meu salão aqui na, na fazenda. Vamos fazer o carnaval nosso aqui. Nao vamos para lá. E você é quem vai tocar, eu falei. Ô, Esperito, isso é cansativo. Três dias de carnaval. Aí arrumei a... Eu tinha a bateria lá, tudo certinho. E vamos tocar. E foi assim que eu comecei a tocar. E chegou um colega meu, José Maria, tocava um cavaquinho também muito bom. Aí me ajudou bastante nessa parte. Era cavaquinho e violão. Aí chegou o Antônio, veio com clarinete, acabou de completar. Aí, pronto, foi no último dia de carnaval. Aí saíram de lá. O usineiro, chama-se Gustavo Jardim da Silveira do Bairro, tá fechado. Ele tem uma usina aqui no interior de São Paulo. Lá fechou. Hoje tá fechado lá, a usina. Aí, mandou. Aquele telefone de, e telefonou para lá. mandando, mandando acabar, porque dizem que lá na usina, no salão, morreu. Não chegou quase ninguém. Lá era cobrado. Era cobrado um valor X, la dos profissionais. E lá, lá na fazenda, lá no engenho, tudo era de graça. Tudo era de graça e o pessoal veio. E veio para cá. Tinha Ele falou quero vender cerveja, bebida, botequim lá. E foi assim três dias de carnaval. Até os dedos viraram um calo. Ele tocava aquela vassourinha para vocês. Isso era o que eles queriam de carnaval lá. Só marcha e escambau. Tocava o que dava na frente. Da meia-noite para o dia, tudo valia. Quando foi no último dia de carnaval, ele mandou fechar e a gente fomos para lá, para o salão, a cidadezinha, Freicaneca. Chegamos lá e completou. Aí o Nuzito disse, eu quero ver você tocar. Peguei o violão dele, o violão elétrico. Meu Deus do céu! O meu era... Comum, né? Comum... Meu pai comprou lá para mim. Aí eu peguei esse violão dele, rapaz, fiquei encantado.

Aí o irmão dele pegou o cavaquinho dele, ai tocou o Brasileirinho. E eu caí em cima. mas como é que você toca assim? Né eu fakei Eu toco assim, eu toco assim, eu aprendi assim, não sei tocar por escala.* Porque a letra é diferente, né? Tocar pela escala e é diferente. Bora que depois aprendi um pouquinho. Dó, ré, é meio fácil... Eu aprendi, mais e foi de ouvido. Eu aprendi por ver e aprender. Eu tenho um irmão que ele é bom nisso aí. Mora lá em São Bernardo, no Adelso. Fica lá.
O senhor chegou a fazer uma serenata?
Toquei muito. Toquei muito. Tocava com os amigos, assim. Agora, depois que... De oitenta e nove para cá... Morreu tudo isso para mim. Morreu tudo. Tem uma orquestra muito boa, a Congregação. se vocês são convidados para ir e ver como é que é uma orquestra tão bonita, a congregação. Para mim, é a melhor orquestra que tem no Brasil. Não sei falar de outros países. Mas que é boa, é. É boa. Para mim, é boa. Eu gosto de cantar os índios do louvor a Deus. E os irmãos... Eu estou lá... Eu quero, eu quero ver você cantando, eles falam para mim. Pela voz, pelo timbre o acompanhamento da letra. Tudo é na letra, tudo é pela letra. Então, realmente, é muito lindo. Muito lindo. E eu vou deixar o convite para vocês, é comparecer. para ver como que é. Essa terça-feira, um testemunho de uma irmã, olha como é que é as coisas... Posso contar?
Claro.
Uma irmã nossa, uma fé, ela sofreu com o marido dezesseis anos. Ele batia nela. As irmãs iam lá visitar ela, ele... porque era crente. Ponhava para fora, batia a porta. Não gosta de crente. E, além, discutia com a mulher, batia nela. Quando foi agora o dia dezessete... Ele falou para a esposa, eu vou visitar a minha família, põe um terno, põe um terno, é na minha, na nossa mala. E ela pôs o terno. Quando chegou lá em Fortaleza, ela é da minha comum. Ela contou esse testemunho terça-feira agora. Lindo, precisa ver. Aí, chegou lá em Fortaleza, tinha um culto na central. A congregação. E... Foram. Foi sobrinho deles, foram lá. A família foram lá. Naquela congregação. Que tinha um da família que era. E foi e ele também foi. Depois o término dele foi. Ele contando. E ela contou. Ela chorava contando o testemunho dela. E depois ele acabou de completar. Aí chegando lá... Um ancião saiu daqui da Vila Ré. Não sei se vocês conhecem a Vila Ré. A Vila Ré fica na Zona Leste de São Paulo. É patriarca do metrô Vila Ré. Aí, chegando lá, começou o Santo Curto, e o ancião daqui foi, daqui de São Paulo, lá fazer o batismo. Lá em Fortaleza. O ancião daqui da Vila Ré. Então, chegando lá, o irmão Nené, José, não aguentou, lá, aí desceu um sobrinho dele, Ezequiel Santo Batizo Então, e ela contando no testemunho dela. E desceu o sobrinho. Quando ela pensou que não, o esposo estava descendo as águas do Santo Batismo. Desceu as águas do Santo Batismo. O irmão Nenê disse, ó, o irmão vem lá de São Paulo, vem obedecer aqui no Ceará, Aí ele contou, ele contou também a história dele. É duro, viu, se levantar no meio de mil pessoas que tinha nessa terça-feira, mais ou menos, novecentos mil pessoas dentro da congregação, e ele se levantar e disse, olha, eu até o mês passado eu detestava crente, eu jogava água sujeira no crente na minha porta, E a partir de agora, a minha esposa vai ter sossego, porque o Senhor me provou. O Senhor mostrou que está no meio desse povo. Porque a minha esposa pegou uma enfermidade, de repente, andou numa perna. E uma coisa falou para mim, que tinha que deixar as irmãs virem orar por ela na minha casa. Uma coisa falou para mim. Aí eu falei para ela, por que você não convida as irmãs para orar por você? Porque os remédios que você toma no hospital não resolvem nada. E uma coisa, ela me disse que você tem que chamar as irmãs para orar. Ela disse, você não quer que elas venham na minha casa? Mas eu estou mandando você trazer elas para orar por você. Ela disse que ela convidou as irmãs, as irmãs foram, chegaram lá, apanharam o véu e foram orar. Aí Deus tomou uma daquelas irmãs falando em evidências de novas línguas, inglês, um inglês que ninguém entende, né? Em evidências de novas línguas. Ele falava dessa maneira. Aqui hoje está quebrando o encante de satanás nesta casa. E aquele que não gostava de crente, a partir de hoje, vai gostar de crente, vai amar e também vai ser um ovelho do senhor, porque ninguém pode abafar o intento de Deus. Aquela hermandesia falada em linguagem. Aí ele escutando aquilo, fizeram a oração, depois se despediram, foram embora. Com três dias, ele disse que olhou para a esposa e a esposa não estava sentindo mais nada. E os remédios que o médico passou? Gastei muito dinheiro e vai ficar tudo perdido. Ela falou, tudo perdido, não estou sentindo mais nada. Ele disse, é impossível. Uma voz falou para ele, é impossível. O que é difícil para a mão do homem, não é difícil para Deus. Mesmo que um pertença a mim, esteja na profundeza do inferno, eu vou lá buscar. Eu tenho o poder de ir lá. E você tem? Não tenho. Então foi assim. Aí ele disse que ali tirou a dúvida dele que Deus estava no meio desse povo. Então foi... Aí viajou para lá, quando chegou lá, foi e obedeceu. Aqui, muito batismo que tem aqui no Brás, perto onde ele mora, né? Na cidade de Tiradentes, em vários lugares. E ele não se batizo É o que Deus determina. Entendeu? Muitas vezes vem do Paraná. Lá tem bastante tanque também. Vem e se batiza aqui no Brás. E outro sai daqui e vai se batizar lá. Então, por quê? Tudo é caminho de Deus na nossa vida. Você tem um caminho traçado por Deus Por Deus. Que você não sabe no dia da manhã. Porque o dia da manhã pertence a Deus. Você faz um plano para amanhã. Entendeu? Nós fizemos um plano para amanhã, mas não sabemos que é que vem. Só Deus o sabe.
Tá bom? ok! Mayara, tem alguma pergunta?

José, então nós gostaríamos de agradecer muito a entrevista que o senhor nos concedeu aqui. Eu acho que a gente poderia ficar realmente o dia inteiro, né? E até proponho, se o senhor quiser, enfim, voltar outro dia também para continuar. Vim para um outro dia porque, você sabe, né? Como você falou, né? Semana que vem, você vai me contar outras histórias ainda.
Então, vamos, vamos, vamos enarrar uma coisa. Vamo ver, se vocês entendem. Eu peço a Deus felicidade, licença João Vieira, por ser o dono da casa e chefe da brincadeira, para saber se Monteiro é segundo ou és primeira. O outro disse, eu sou cantor de rega inteira e não enjeito questão, e na madeira poética vou te dar uma lição. Sol seca pelo inverno e chuva pelo verão. Mas você vem com a má criação, cantor péssimo e ignorante, por que de tua cultura dessa uma prova elegante? Se o povo deixar, eu dou-te uma surra na fragante. É muito fácil um elefante ter curso de delegado, jacaré deixar o rio e ir na praça ser soldado, um timbu senador e um macaco deputado. É muito fácil um veado ver cachorro e não correr, mas é muito fácil um peixe dentro d'água, ele nunca vai se perder. Quem é esse peixe? Volto ou fico? Quem é esse peixe? Então, são lendas, poesia, profética, profecia que só Deus dá. É como o repentista. Você conhece o repentista? O repentista pega uma viola e faz verso. Passa uma noite, passa um dia. Um cantor que já morreu – esse morreu – cantou com o Diabo. Chamava-se Cego. Além disso, Cego é de Heraldo, um baiano. Cantou três dias e três noites. Ninguém convencia. Mas o adversário chegou, que é inimigo nosso. Aquilo que é inimigo nosso é inimigo de Deus. E ele começou a cantar. Nesta casa, todo mundo vai._ Todo mundo vai, todo mundo vai, mas... Uma criança, chegando meia-noite, foi olhar por debaixo da mesa e viu o pé daquele homem, um pé de pato, um pé de pele. Aí o menino correu e falou para mãe. Mãe, aquele homem tem um pé de péia. Ela foi e olhou e disse, estou vendo. A mulher correu e chamou o esposo. Disse, aquele homem tá cantando, tem um pé de péia. Eu me arrepei tudo, em santo é o senhor. Aí o esposo pediu uma pausa e eles deram uma pausa. E o ceguinho não se entregava, não. E aquele cantor ali, desafiando cada pergunta, era uma resposta. Mas... O esposo, quando fez aquela passo, chamou o Céguinha de Heraldo e conversou no ouvido dele. Contou para ele. Ele disse... O Céguinha de Heraldo levantou a cabeça e disse... Eu sei. Eu sei que eu estou cantando com o diabo. Aí... retornaram. Retornaram à cantoria. E quando retornou à cantoria, eu não sei o dia da manhã, Eu sei o dia de hoje. Até agora. Daqui para frente, não sei. Só Deus o conhece e sabe. Mas, em retornar à cantoria, o Ségue Aderado pegou aquela viola e cantou dessa maneira. Assim, eu vou começar uma cantoria para que todos conheçam e cheguem à sua mente O que está acontecendo? Três dias e três noites. Eu canto aqui todo o tempo que Deus mandar. Ele virou-se e disse, que Deus é o teu, que eu não conheço o teu Deus? O Serguinho Adeirado cantou assim... Senhora, dona da casa, pegue o fósforo e acenda a luz, que estamos com o cão em casa. Pegue todos a rezar o Credo Inclus. Aí começaram. Ele se levantou e disse... Eu não aceito essa cantoria. Se você não aceita essa cantoria, você já perdeu. Se levante e vá embora, que aqui não é lugar teu. Trinta por dez amarrado. Ali, na saída da porta, aquele bruxo explodiu. O cheiro que reacendeu ali, naquele recinto, era enxofre puro. E por isso saiu uma lenda que o Sérgio Aderaldo cantou três dias e três noites com o Satanás. São coisas que eu li. Isso aí eu li. Eu li a história dele todinha. E gravei na mente, né?
Parece aquelas histórias de cordel, né?
Justamente. Justamente. Interessante. Então, muitas histórias que o pernambucano tem.
Maravilha. Maiara, você tem alguma pergunta? Bom, então eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, Sr.

E poxa, obrigado e fiquem o convite se o senhor quiser voltar.
Olha só.
<laughs> Muito obrigado.